por favor, seu nome completo?

Qual é o seu local e data de nascimento?
Eu nasci aqui em São Paulo no dia dez de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco, um domingo de Páscoa.
Você prefere que te chame como? É...
Clóvis. Ah tá. né!
Clóvis, qual é o nome dos seus pais e

E os nomes dos seus avós? Você lembra? O...

Seu candido, seu Clóvis, esse nome, Oliveira, qual que é a origem?
Português. E Cândido também.
Então, a sua descendência é de português. é portu portu
Na verdade, é uma mistura eh, portuguesa, italiana e espanhola. Sai de baixo. É, tudo sangue quente, pessoal que fala alto, né? Vocês já estiveram em uma mesa de italianos e portugueses e espanhóis almoçando? Enfim, o bicho pega.
E o senhor tem irmãos?

Ele ele é aposentado da polícia militar. E mora em São Miguel Paulista também.
Clóvis, eh, vamos eh, falar um pouco da sua infância. Como que era. Sim. Como que era a casa que você morava
muito simples. muito humilde. Eh... Meu pai eh, operário, né, ladrilheiro. Ajudava ele, minha mãe é costureira, minha mãe era vendedora também, ela fazia de tudo. Aliás, meu meu pai, ele todo não, ele fala assim que se não fosse pela minha mãe, ele sumiria, porque ela foi o esteio dele, a força dele, a energia. Ajudou muito meu pai, muito mesmo. Ajudou muito e e até hoje está ajudando a gente. Meu pai... eh... A nossa infância foi... Na verdade, eu não tive muita infância, não. Desde pequeno eu já estava nos programas de televisão, Calouros. Fiz parte do Projeto Guri nos anos sessenta, no Rio de Janeiro. Não pude continuar porque não houve eh, é o chamado tempo financeiro, né, então eu tive que desistir. Aqui em São Paulo a gente está nessa caminhada aí, artística, que a gente está no coração e eu vou morrendo um pouco. Tocando, cantando, era o que eu gostava, né.
Mas o senhor se divertia com isso? Como como que eram as brincadeiras?
É o seguinte, eh, eu fui criado fazendo pipa, jogando bolinha de gude, joguei muita bola, não fui nenhum craque não, mas tinha um pouquinho de habilidade, era meia direita, cansei de fazer gol de falta, nunca fui o Marcelinho da vida, quem sou eu? mas a gente jogava na várzea, na várzea dos campos de futebol. Tinha muitos campos antigamente, né. A escola não tinha espaço para educação física. A gente ia lá no Nitroquímica fazer educação física, na companhia Nitroquímica, no clube. Foi muito bonita a minha infância. A infância foi muito bonita. Ela foi simples, mas eh, deixou um uma coisa muito bonita que hoje é que a gente procura onde a gente vai constituir amigos. E vocês são meus amigos. Estou diante de três santistas.
<laughs> Mas, é, falando ainda um pouco da sua como que era esse em a escola, como que foi o começo.
em São Miguel, que eu eu eu entrei como como ouvinte, não tinha vaga para mim. Então, aos nove anos é que eu consegui uma vaga eh na escola eh, estadual professor Máximo de Moura Santos. né. Eh, quer dizer, eu fiz o curso primário atrasado, porque não tinha vaga, então era como ouvinte, antes chamava-se assim. Então, eh, sempre fui um aluno, nunca nunca fui aquele aluno eh nota dez, mas também não fui cinco, ficava entre um aluno regular, né, eh que gostava de estudar, eh, gostava de poesia. A gente sempre teve, desde pequeno, desde pequeno, eh, fazendo as batucadas na escola, as professoras não entendiam, mas era gostoso. O mundo da percussão, né, que eu sou percussionista, né, essa parte. Foi uma infância, eh, depois no ginásio, Hoje não é, hoje é o o ensino eh, fundamental e médio, né? Ginásio, colégio. Aí fui para a faculdade. Hoje não é mais faculdade, hoje é é universidade, né? Mudou. Eh... Notas regulares, Nunca conseguia tirar aquele dez, porque trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, não é fácil.

mas eh, eu constitui muitos amigos na no castelo, jogava bola com os professores de lá, fiz teatro com os alunos do colégio, Castelo Branco, fiz teatro, né? Teve uma peça lá, eh, que tinha um papel de uma bichinha lá, ninguém queria fazer, eu faço. Gente, eu não sou, eu não, com todo respeito aos homossexuais, né? Isso foi por volta de oitenta e cinco seis, fizemos um trabalho lá teatral, muito bonito, né? E... E aí foi aí foi nascendo o projeto Show Doce Criança, né? Que é é um trabalho informal, não sou ONG, né?

Mas, Clóvis, vamos começar, a gente vai chegar aí. Vamos começar da sua in, voltar um
É que o italiano e o o portuguesado é assim mesmo. Quando você vê, ele já está lá na, você está vindo e ele está está está cheio de de. É assim mesmo.
Tá, mas a gente estava falando ainda da escola, né, esse período mais... Como, eh, que eram seus amigos nessa época? Como que
Era muito gostoso. Eh... A gente ia para para a aula, a gente gostava. Antigamente, os alunos respeitavam mais os professores, bem mais. Havia um um sentido melhor de comportamento, né? Hoje a criançada está muito rebelde. A gente não era rebelde, a gente, eh... estudava, se encontrava para fazer os trabalhos. Nós tínhamos vários campos de várzea lá em São Miguel, jogávamos bola. Não tínhamos espaço para fazer educação física, não havia. Hoje a escola já tem, né? Então era tudo mais complicado, né? Nós íamos fazer educação física lá no clube Regatas Introquímica, que não existe mais o clube.

Eh, eu sempre gostei de estudar, eh, mas eh eu eu me me pegava mais naquela parte quando tinha... Educação artística, música, né? Eu adorava essas parte, né? Conversava com os professores, fazia trabalhos Crianças já não têm aquela habilidade ainda, né?
Eh... Você acha que que de dessa época te influenciou para a escolha?
Muito, nossa. que quem influenciou mais para essa parte artística foi meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava com ladrilhos, né, trabalhava com cerâmica. Minha mãe, ela vendia as coisas, vendedora, comunicação, sempre se comunicando. Minha mãe era uma pessoa muito, eh, carismática. Meu pai é mais introvertido. Eles faziam de um todo para para... Minha mãe me apoiava, ela me levava nos programas. Vamos junto. Sem dinheiro, sem nada, pegava, arrumava dinheiro emprestado para, eh, tentar, né? Eh... Estudava e ia cantar nos programas, né, do Chacrinha, do Bolinha, né, do Raul Gil, que vocês veem, o Raul Gil é é um dinossauro da televisão, né? Eh... Programas do Carlo Carlos Aguiar, de Calouros, tal, participei tan, tantos programas. E estamos aí, continuando nessa caminhada, né? Mas a infância de estudo foi muito bonita. Foi a época, acho que a época mais bonita da minha vida, a infância. Jogando bolinha de gude, fazendo pipa, estudando. A minha mãe, ela confe era daquela que conferia os meus cadernos. Meu pai não não não tinha tempo, ele ele chegava em casa, ele tinha uma firminha a a aberta lá que ele fazia tanques, balaústres, caixa d'água antiga, né, para usar no orçamento. Então foi uma infância muito bonita, né? Humilde, simples, mas deixou um legado muito importante, né, que é amizade. Uhum. Minha mãe falava, onde você for, procura fazer amizade, né? Você vai ver que nem todos vão gostar de você, porque esse universo é complexo, né, não dá para agradar todo mundo. Mas faça a sua parte, né, amizade, carinho. É o que a gente passar para as crianças hoje em dia.
Então, você falou que, eh, já na na sua infância você começou a participar do projeto Meu Guri, você é já
As figurinhas também. Eu só lembro que eu era pequeno, na na na no primário, eu tinha um professor lá que fazia concurso de quem batia mais bafo, né, figurinha, tal. Era gostoso. Era mais para os meninos. As meninas não gostavam muito, não. Na escola do primário, ah eh lembro, a gente batia figurinha, tinha as coleções de figurinhas da época, né, da revista Sétimo Céu, da revista Cruzeiro, os artistas que, ah eh eh, da da na, praticamente, a Globo não existia ainda Ah aí veio vindo a tê vê, a tê vê Cultura fazia também muita coisa sobre essa coisa de figurinha,

Aliás, eu digo para você o seguinte, a tê vê Cultura, ela é o máximo no Brasil. Sabe por quê? Porque ela passa para você aquilo que você precisa receber de cultura. Uhm. Né? Música, teatro, quem não gosta, não gosta.

A tê vê Cultura, ela tem uma programação boa também para os pessoa para as pessoas mais antigas. Vem crescendo, vem crescendo. Mas voltando à infância, foi mui uma coisa muito linda. Não foi linda, foi wonderful, beautiful, né? Sabe eu queria ver
Eu queria saber como foram essas primeiras vezes que você ainda era criança que sua mãe te levou para a tê vê. Como que foi para você? e como você se
Dava um calafrio na hora, quando chamava para o palco lá para a gente cantar. Na hora que eu já estava lá cantando, era gostoso. Eh... e tinha um detalhe também muito importante, que, eh, minha mãe confiava em mim. Aí ela falava assim, você tem talento para cantar, você não é melhor que ninguém. Sempre falava, você você nunca queira ser melhor que ninguém. Cantava, já tocava, né? Eu pegava uma régua antiga, antiga ma mas régua, começava a bater na poltrona, em casa não tinha bateria, tinha nada, na poltrona. E era gostoso, era muito bom, ia para os programas, era alegria. tinha. Oi? Quantos anos Ah, eu comecei com sete anos. Sete anos e até hoje não parei, né? Era muito bonito, você vê os artistas lá, cruzavam os corredores, eh, um ou outro dava atenção. Eu eu cruzava, por exemplo, com com Carlos Aguiar, A gente se encontrava assim, por exemplo, com o Jair Adriani, no programa do Chacrinha. Eu trazia todo mundo. Uma vez eu encontrei com com o Roberto Carlos. longe lá. Foi por onde eu cheguei, mas não deu para ver ele, não, né? E, nessa época, é uma coisa que triste que eu trago é que, eh, a gente não tinha dinheiro. Então, eh, tiravam fotos da gente, mas a gente não ficava com com essas fotos. Minha mãe não tinha máquina. Não tinha dinheiro para revelar também. Naquela época também era mais difícil. Muitas fotos, muitas coisas bonitas que não foram fotografadas. Que eu podia trazer e não trouxe. Porque não tinha mesmo. Não tinha condições, né? Mas era, mas nada disso era era triste. Nada disso vencia o a alegria, né. Porque o principal é que a gente está... Minha mãe me ajudava muito. Mais minha mãe, porque meu pai não tinha tempo, né? Minha mãe saía comigo e a gente ganhava um concurso ali, perdia outro. E e ela sabia que Eh... A gente gostava dessa coisa da arte, né? É muito gostoso cantar, pegar no microfone, cantar, tocar. Você cantar aquilo que as pessoas eh e... Nos musicais que a gente faz, eu eu faço as pessoas cantarem comigo, você canta comigo. As pessoas vão na minha casa, mesmo pequeno, tinha uns discos lá, sempre tive isso. O que você gosta de ouvir? É gostoso, né? O que você gosta de ouvir? E hoje em dia assim também. Então, era muito bonito, viu? Eh, tenho muita saudade. E antigamente não havia jabá para você cantar. Hoje precisa ter jabá para você para você cantar e se apresentar. O que é jabá? Dinheiro. tê vê Cultura não tem disso. Eu já estive lá, né? Eu já tive a felicidade de encontrar com o Rolando Boldrin, com o Muíbo Cesar Cury, que eu sou tributo a essa gente. É gente do máximo da música brasileira, que tem programa na tê vê Cultura. Meu pai assistia à tê vê Cultura, minha mãe também assistia à Rádio Cultura. né. A Rádio Cultura toca música brasileira de todos os tempos. Hm. Né? É muito gostoso. Eu Eu eu estive lá conversando com eles. Eu falei para eles da minha infância também, legal, com a Kika Leoi, com a Teresa Lima, com o Mestre Weber. Eles me receberam com muito carinho. Eu fui lá para levar as crianças que eu estou hoje trabalhando. Antigamente eu ia sozinho, hoje eu levo as crianças, os alunos para conhecer, para ver o trabalho deles. E eu explico muito para eles que eu tive uma infância eh, uma infância complexa no sentido financeiro, mas tão bonita, tão rica no sentido de de um legado de carisma, de trabalhos. Eh, eu levo os meus alunos nos programas de calouros também, quando eu posso. Aqueles que sabem cantar, é claro, né? Não adianta você montar um time se tem dez cabeças de bagre. Tem que saber cantar, né? Cantar bonitinho, afinado, com ritmo e tal, né. Eh... Toda, tudo isso aí, era muito bonito, viu? Foi muito bonito.
Teve alguma lembrança, algum fato que tenha te marcado nessa dessa época do show de
Tem, é que eu acabei de passar, que eu peguei na mão do Carlos Gonzaga. Eu tinha sete, oito anos. Carlos Gonzaga é um, é um... Eles antecederam o rock da Jovem Guarda. Vocês não tiveram essa essa essa felicidade de acompanhar a Jovem Guarda. Hoje vocês veem os artistas... como Gerardiane, Vanderlei Cardoso, como The Jordans, e os incríveis, eh, tantos e quantos, tanta gente boa. E o Roberto Carlos ele veio depois. Então, eu tive a felicidade de pegar na mão de Gerardiane, né, pessoa humilde, simples, né Mas depois não tinha mais como fazer mais contatos, né? Eh, Não tinha como. Hoje em dia já tem mais, né? Antigamente era mais difícil. Eh... Você poder <coughs> sorriso de um assim, né? Eh... Porque televisão eh tem muito tipo, né, tem muito tipo. A gente cantava eu cantava música da Vanusa, né, Van Van Vanusa, cantava a música do... Eu cantava na época eh, dos anos sessenta, setenta estava em um auge os boleros, os boleros, né, os grandes boleros, né, Altemar Dutra, Altemar Dutra, né, cantava a música do Altemar Dutra, do Jair Adriani, cantava a música do Roberto, Cantava música eh, do Lindomar Castilho, cantava música de Angela Maria.
Tem alguma aqui especial que você gostava? Ah
São tantas, são tantas músicas bonitas. Sentimental demais, do Atamar Dutra. Eh... Favela, de Francisco Alves, né. Cabocla, de Nelson Gonçalves. Eh... Eu gosto muito também de Manuel Rosa. Ataulfo Alves, né, Professorinha de Ataulfo Alves, Eh... Amélia de Ataulfo Alves, né. Essas músicas eles cantava Era um mesclado da da boa música brasileira. São tantas músicas. Elas não são as preferidas. São centenas de preferidas, né. Eh... Tinha uns boleros também eh, de Carlos Alberto, cantor Carlos Alberto. Tanta gente que vocês não não conhecem, né, mas estão por aí ainda.
Mas você lembra como que foi a sua primeira apresentação, o que você cantou?
A primeira eu fui A primeira foi nem foi na televisão, foi foi na escola. Eu fui. Ele, fui Porque a gente ensaiou em um tom, e na época eu era eu não conhecia nada, eu cantei em outro tom. O culpado fui eu, né. E... E uma vez eu me apre apresentei também no programa do Silvio Santos, né. Eh... A gente ensaiava antes, e e eu cantei uma música do Roberto Carlos, só que eu não cheguei a me apresentar nos calouros, né. Passei no teste, só que não foi possível por uma coisa e outra, eh, que eu já falei, que a infância simples não deu para a gente ir por causa do tempo, o tempo financeiro. Mas eh... aí depois a gente foi foi foi no programa do chacrinha. Aqui em São Paulo, né, no Rio não dava para ir. No Rio fui umas duas, três vezes no Projeto Guri, mas não deu para continuar. Era bem pequenininho, tinha uns sete para oito anos. Eh... Era muito complicado, muito difícil. Eh... E no programa do Chacrinha, eh, tinha muitas crianças, era o concurso das crianças. A gente cantava. Era muito bonito, eh... mas tinha muitas crianças bem melhores que eu lá, no sentido, eh, que já estavam com muito mais experiência. Aham Quanto mais experiência você tem, melhor. né. De experiência de você pegar um microfone e tal, né? Que era tudo ao vivo, né?
Como que vocês se vestiam
Eu eu não tenho nenhuma vergonha de falar não. Eh... A a a roupa da gente era muito simples. É, acho que, das vezes que eu ia, assim, minha mãe conversava com as minhas tias, elas emprestavam um sapato, mais ou menos, né. Naquela época não tinha tênis, né, era sapato. aquela calça eh, social, tergal, uma camisa simples e tal, e, mas tudo emprestado.
Mas era moda, estava na moda, você acha? É do,
do momento, né. É, e... cantava, E na maioria das vezes, não podia continuar no concurso, porque não tinha dinheiro para voltar. Então, ficava tudo pela metade.
Clóvis, nessa nessa época você era bem criança ainda, né, adolescência... É tinha sessenta
e sessenta sessenta e quatro, sessenta e cinco. Sessenta e cinco eu tinha dez anos já, né? E vai crescendo e tal, né. E... Mas a música é sempre presente. A música, a arte. Coisa de fazer fazer circo no quintal. Tinha um quintal lá em casa. Meu pai plantava, a gente, eu fazia circo. Pegava umas coisas, colocava uma um um pano lá e gostava dessas coisinhas. Incrível, né? Aham. É... E minha mãe me ajudava. Ela ficava em casa, ela costurava, e meu pai ia trabalhar, e e ela que coordenava a gente, né, ensinava as coisas eh, da vida para a gente. Muito bonito, muito bonito mesmo, né. Foi uma infância, eu não eu não canso de repetir para para a criançada, foi uma infância muito assim, é, ampla, né, que eu tenho muita saudade. Não sou saudadesista, não. Eu lembro dos bons momentos. Não para sofrer, né? A gente não pode sofrer, né?
Mas como que foi seu, quando você começou a trabalhar, assim, de ganhar
O primeiro emprego foi fazendo, aos doze anos, eu fazia esses saquinhos de colocar carvão. Tinha uma olaria, vocês, eu não sei se vocês sabem o que é olaria, né? Olaria é de fazer tijolo, né? Tijolinho. uhum. Que hoje agora, hoje não tem mais. Olaria é só no interior. Então, é, nessa olaria, meu pai não sabia, minha mãe não sabia, é, depois, à tarde, eu ia na olaria, que eu eu sentia, é era gostoso, eu sentia aquele cheirinho do barro, do do forno, de fazer telha, fazer tijolinho, né? Eu gostava daquilo lá. E ali eu comecei a pegar um pouquinho da coisa da da arte de da manufatura, sabe? De colocar nas fornas. Meu pai uma vez me levou na na firma dele, na penha de ladrilhos, né, aquelas aquelas prensas grandes, aquela coisa de da tinta, aquele cheirinho da tinta de você pegar é é o ladrilho, aquele ladrilho, vocês sabem o que é ladrilho, né? Aqueles pigmentos lá da das tintas. Ali foi me atraindo para para essa coisa da arte, né, é, que aquilo é pura arte, né. E... E assim, eh, na olaria não ganhava nada, né. Aí depois eu comecei a... A gente fazia, eh, caixinha para engraxar sapato. Eu cansei de fazer carreto em feira, com carrinho. E aquele dinheiro eu dava para a minha mãe, né. Eh... Era muito bonito. E a gente, a gente, Eh... fazia de tudo para poder eh... não deixar a escola de lado. Mas tinha que trabalhar. Aí essa coisa da música foi ficando um pouquinho de lado, né. Com que idade era isso? Esses primeiros Eu já tinha doze, treze, quatorze anos. Enquanto era até os sete, oito, nove anos, deu para fazer o trabalho mais musical, mas depois não deu mais para trabalhar, para ajudar. Aí eu comecei a trabalhar no escritório imobiliário aos quinze anos, imo, imobiliária, né? Aprendei a fazer de tudo naquele bora-foda, de office boy até, né? Só não fazia escritura, né, mas contratos de locação, de venda de imóveis. Levava as pessoas para para ver os imóveis, trabalhava no no escritório, eh, fazia muito imposto de renda. Isso aos quinze anos, né? Trabalhando para ajudar. Uma vez a minha mãe ela ela achou, em um é coisa antiga, ela achou em um colchão, no meu colchão, não lembro o quanto era, acho que era uma quantia, se fosse hoje, acho que daria mais o menos, acho que seria uns cinquenta reais guardado lá, que antes nós não tinha não tinha conta em banco. Então ela me ensinou aquela coisa da economia, ela e meu pai, né? Que aí a gente tem mais contato com a mãe, né? Isso aqui é pura verdade. O pai sai para trabalhar e a mãe é que doutrina todo o conteúdo da da educação. Aí a gente é... Eu guardava dinheiro no colchão. Minha mãe achou, Meu pai não era, do meu irmão não era. Só pode ser de quem?

Aí... Ela falou assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, eu quero eu quero ajudar vocês. Foi um um Natal assim que a gente não tinha. Aquele ano foi triste. <cries> O meu pai trabalhava em uma firma e essa firma não estava muito bem. Então ele saiu da firma, ficou uns três, quatro meses sem trabalho.
É isso. Desculpa.
vamos tomar uma água? Minha mãe falava assim, a Clóvis nunca esquecer desse momento. Foi muito bonito. Porque, na verdade, a infância da gente ela é traçada por... por certo, por linhas tortas, mas que, na verdade, é é uma caminhada... que não tem fim, né? Uhum O legado que os pais deixam para a gente, que os seus pais, os pais deixam para a gente. E hoje em dia eu trabalhando com eu trabalho com dois, não é criança, mas dois garotos de rua, né? Eu tive a felicidade de ter um pai e uma mãe para passar uma experiência, passar um um conselhos. Eu fico imaginando esses que não tem, né. Voltando sempre na infância. Então, aos quinze anos, as coisas é... Aí a música foi ficando um poquim de lado. Aí fazendo o trabalho, né?

Então, é é assim, é trabalhando, estudando.
Mas é o senhor sempre teve, ah mesmo que a música tenha ficado de lado durante um tempo, você sempre gostou, procurou cultivar de alguma forma essa relação com a arte com a
Nunca ficou distante, porque mesmo na escola, na escola tinha aquelas coisas do teatro, né? Na escola na escola estadual, é professor Carlos, é professor Máximo de Moura Santos, que hoje seria a oitava série, antigamente era a quarta série do ginásio, aí que eu estava atrasado, né? Como eu comecei é aos nove anos, eu eu estava na primeira série do primário ainda, então eu estava atrasado, né? Hoje uma criança se forma na normalmente no fundamental com quatorze anos. né? É, eu estava praticamente quase com dezessete anos na na saindo do ginásio, né, um pouco atrasado. Então, aí é veio o colégio, que hoje é o o ensino médio. É... Aí, trabalhando, aí eu entrei na eletroquímica, a eletroquímica está lá, mas não é mais a mesma, o clube não tem mais, foi derrubado praticamente, nós ficamos sem onde jogar bola, a gente ia jogar muita bola no clube, aí daqui a pouco eu me vejo namorando, né, já com dezoito para dezenove anos, estudando. Parei algum tempo de estudar, porque a faculdade era uma coisa mais complicada. E e nas escolas participaram de concursos de música, uhum, formando concursos de música. Já eh, aos dezenove, dezoito para dezenove anos, já com aquela experiência, dando aula de percussão, sem ser professor de percussão, né. É... Pegando na mão das crianças, sim. Não tinha instrumento, a gente fazia em latas, né? Daqui a pouco veio o primeiro instrumento musical meu, que foi um tantã surdo, né. Ai a gente começou a quer Antigamente os conjuntos nem percussão tinha, só bateria, baixo, guitarra, né, teclado um ou outro. E fazendo aqueles conjuntos musicais, né. Uhum, que, né. Tocamos muita muitas vezes no clube Nitroquímica, lá nas matinês. Uma vez eu fiz uma uma canja no clube esportivo da Penha, um conjunto antigo chamado Os Lobos. Tinha o Dimensão cinco também. E... eu fiz uma canja lá, cantando a música eh, do Brad, um conjunto antigo, né? Cantava Beatles, a Jovem Guarda. E assim, aí, aos oito, nove anos, foi retornando um pouquinho, né? Aí já tinha um pouco, já já trabalhava entre o Nitroquímica, tinha um pouco mais de dinheiro. E estudando, né, parando de estudar, fazendo alguns outros cursos ligados à à à arte, né? Não o curso profissionalizante, uhum, mas aquelas coisas que existem muito nas vilas, por exemplo, aquelas escolinhas, né, que você... Eu perguntei o dinheiro para ir para para cursos técnicos, então a gente aprendia aquela coisa de fazer, que é antiga, de você... A mulher era tricô, crochê. No caso meu, eh, tinha uma escola lá de de percussão, né, e a gente estava nessa escola, né. Já dando aula de percussão e também estudando.

E, de repente, não foi possível fazer conservatório nenhum. Nunca pude fazer. Quando eu pude fazer conservatório, eu já estava na estrada, né, como profissional já. E essa parte que você está colocando do estudo, da do trabalho, né, vem vindo, né? Parou um pouco de estudar, a faculdade, a faculdade, eu eu me formei atrasado, né? Por conta do orçamento. O jovem que está na faculdade sabe como é, como é, não é fácil. Hoje vocês têm o o enem, que dá um uma passagem para o é Prouni, nós não tínhamos nada disso. As mulheres tinham, hoje chegaram a ter o Cefam, que recebeu uma ajuda de custo, a gente não tinha nada disso. Na nos anos setenta não tinha nada disso. né? Então tinha que pagar mesmo. Tinha que pagar. Ou ir para a USP, né?
Quando que você entrou na faculdade, então? É...
Na verdade, eu entrei bem atrasado. Eu voltei a eu voltei a estudar aos vinte e seis anos, uhum, né, lá no Castelo. Isso foi Bem atrasado. Bem atrasado mesmo.

Aí eu já tinha é... Eu já tinha vinte e nove anos. Uhum
Mas, mas quando você entrou na faculdade, eh, você já era um músico profissional?

Como que você se profi profissionalizou em
Na verdade, essa essa coisa do profissional, eu nunca eu nunca pude fazer conservatório. A minha mãe ela achava curioso que eu tocava um instrumento Eu sou, eu não sou baterista, eu sou percussionista. É uma ilha de percussão de instrumentos. Ela não entendia porque o eh ela via, a gente via tocando. É o que eles chamam de dom mesmo, né. Eu nunca é... Por exemplo, um tantã, um um um timbales, uma timbadora, um reco-reco, um agogô, um meia-lua... A gente foi pegando e tocando assim. A gente vendo assim, né? E... Que é aquela coisa do ritmo, tem que ter ritmo, né? Música é ritmo. Então, E hoje em dia a gente está está é continuando essa caminhada lá, que começou com muita dificuldade, né? É. É... Foi eh, nada de conservatório, né? Quando eu pude fazer conservatório, que tinha um pouco, o a grana estava um pouco no sentido bom, aí estava na estrada. São Paulo, eh, eh, de leste a oeste, norte a sul, viajando, Lorena, Cruzeiro, eh, Vale do Ribeira, tocando, cantando, fazendo musicais, eh, sozinho, acompanhado. Nos anos setenta eu também gravei. Como o Oliver Manningham quis me divulgar, gravei em inglês. Mas não houve divulgação nenhuma. Na época só se gravava em inglês. Fábio Júnior, uhum, Mike Davis, o Gessé, Tony Stevens. Estou falando o nome deles e o saudoso Gessé, né. É... Aí surgiu um conjunto chamado Folhas. né. Aí veio Light Reflection, veio outro chamado Lee Jackson, né, só se gravava em inglês, né. Christian, né. que hoje é a dupla Christian e Ralph, né, o Christian, aliás o Christian e o Ralph eles foram calouros do Silvio Santos também, chegamos a cruzar um com eles no no no nos basti nos bastidores, né, mas não houve, não não tinha como fazer amizade, né, é porque eram mundos diferentes. O Christian gravou muito em inglês também. O Ralph também gravou em inglês, mas não aconteceu. O mundo disco é complexo, é difícil de entender.

É... O que você gravou, assim? Eu gravei Eu gravei é... Na verdade, não chegou a ir para disco. Antigamente, é hoje é o cê é o cê dê dê, mas antigamente era fita demo, né. Nós nós nós gravamos, juntei alguns trocados e montamos um eh, uma música eh como Call Oliver, né, eh, que não chegou... Antigamente, esses cantores gravavam em inglês e não apareciam na televisão. Não, nem Quase ninguém aparecia. Começou a aparecer bem depois, né. É... Isso começou em um cantor chamado eh, eu esqueci agora, Tom Standen, que depois tornou-se o Terry Winter, né. Começou em setenta e um, em inglês. Porque nos anos sessenta, sessen cinquenta e nove, sessenta, Wanderlei Cardoso, até Roberto Carlos gravava em italiano, que era moda. né. É o italiano. Jerry Adriano gravava em italiano também.
né.

Então, você estava falando das suas gravações, né?
É, mas não chegou a acontecer em disco. É, não Não foi, não é... Chegou a entrar em estúdio, mas na hora de você fazer a produção fonográfica, né, faltou o o principal, o tempo, né? E depois também é faltou a divulgação, né? que é um problema muito complexo no Brasil, a divulgação. E hoje eu sou um modesto divulgador. aliás ó se vocês me permite dizer essa passagem de vocês aqui eu agradeço muito com todo carinho, né, é essa passagem de vocês aqui outra coisa que eu tenho que passar para vocês também eu não sou jornalista nem repórter mas eu trago alguns jornais aqui que que eu venho aqui o que o que o que está acontecendo aqui hoje vai para os jornais se vocês permitirem são jornais que circulam da Moca são quatorzejornais da moca até Mogi das Cruzes E lá é a gente trabalha algumas fotos aqui. É, e esse trabalho do que eu vim fazer aqui, e os nomes de vocês, é, é uma forma de reconhecer o trabalho de vocês. O divulgador, o que que ele é? Nada mais do que reconhecer, né, de colocar em foco alguém trabalhando. né, uhum. Então, é, não sou divulgador de rádio, não sou nada, nunca represento ninguém, mas, é, tudo isso que eu faço vai para os jornais, para os painéis culturais. né. A arte.

está sempre presente.

que o senhor gravou. Como é que foi a grava. Senhor está no céu. que você gravou, como é que foi, é...
é, é, é. Na verdade, a gente ia, a gente ia entrava, por exemplo, em um em um, na na antigamente no Sumaré, que tinha o programa do Silvio Santos, né. Não, é... Aliás, é próximo daqui. Antiga tê vê Tupi. É O estúdio... Desde pequeno eu estava acostumado. Só que só que às vezes a a assusta um pouco você ver um monte de gente lá é, e de repente você saber que talvez não vai continuar naquele, naquela naquela atribuição, aí você fica um pouco triste, sabe? É... Porque para você é montar um trabalho de uma fita demo e não poder sair em disco porque é, faltou dinheiro para entrar em estúdio para gravar então praticamente eu não entrei em estúdio para gravar, né essa fita demo foi montada um conjunto tocando, uhum, né, mas que é preciso é, abaixo de Deus na terra você precisa ter o um aval financeiro para você desenvolver o trabalho senão você fica na metade do caminho eu fiquei por conta dessas coisas, né, e também tem uma coisa muito importante que tem muita gente no meio artístico que a gente não consegue explicar, né, mas que, por exemplo, o Cristo e o Ralph, o Cristo estourou, o Ralph já não estourou. Na época do inglês, o Ralph veio estourar na música sertaneja, né. É, a gente tem... O Fábio Júnior tem um irmão que é ator, começou a cantar também, canta bem, mas não aconteceu. É complexo de explicar, está no meio, né, não, é muito difícil você entender, não dá para entender ou explicar muito menos. outras, é nós o o Silvio Santos teve um um um um calouro que nos anos sessenta eu cruzei com ele também na na na nos estúdios do Sumaré, da antiga tê vê Tupi, é, o Fred Rovella. Eu estive com o Fred Rovella há um mês atrás na festa de São Vito, cantei com ele lá. Lo sai, non ne vero. Música italiana, né? é, e a gente esteve lembrando da época, é ele lembrou de mim e tal. E eu falei para ele, cara, você esteve no meio, produção, tudo. Clóvis, não dá para explicar, é complexo. Fred Rovella. E teve um outro também, é um outro cantor, que é o Luiz Américo, cantor de samba, que participava dos Calouros do Silvio Santos também. Luiz Américo estourou. Aconteceu nos anos setenta, Luiz Américo gravando samba, né. E o Fred Rovella só cantava italiano. O Gerry Adriano também cantava italiano Estourou então é E o Fred Rovella é um bom cantor também Mas acontece que O mercado fonográfico do disco Ele é um é muito complexo é é De explicar Não é difícil é é é E tem a coisa da divulgação também né Eu não sei é Eu não cheguei a fazer parte desse mercado do disco Né Gravei, mas não houve a a o estúdio para você for formatar o disco, né, não foi possível. Mas eu não, mas eu não não estou triste não, e a caminhada continua. O importante é que é quando a gente está por aí, as pessoas gostam do trabalho da gente. É um trabalho simples, mas é bem feitinho, né, com todo o carinho.
Então, Clóvis, eu vou mudar um pouco assim. Você chegou a falar que com estava com dezoito anos e estava namorando.

sua primeira namorada? É...
foi a primeira e única, né? a mãe do meu filho, né? Hoje nós eh, somos separados, né. É... Mas nós temos muita amizade. né. É... Como é que você conheceu ela? Eu conheci ela em um em um na escola no no no na escola do do curso é é colegial, do Carlos Gomes e São Miguel, né? Talvez você lembre, talvez você lembre... Carlos Gomes, né? Nós conhecemos lá. Jogava bola, né? é... Eu fazia parte da seleção de futebol do Carlos Gomes, né? né. Eu jogava bo, eu jogava bola, eu jogava um pouquinho... E a gente nos conhecemos lá, nos casamos, né? É, e E temos um filho e tal. É... Eu ajudo ela muito, somos amigos, né? Eu visito a casa dela, ela visita, não visita a minha casa, é, mas a gente tem... Meu filho mora com a gente, comigo, né? E nós somos uma família é, separada, mas feliz. Uhum. né?
Como foi quando você resolveu casar com ela, o seu noivado, assim?
Foi um noivado longo. Eu conheci ela com dezenove anos. Em setenta e quatro eu a conheci e nós fomos casar no final de setenta e nove, né. É... Ela com alguns problemas de saúde, né? mas uma pessoa muito bacana, né, é, ela estudava, ela se formou em professora também, uhum, né, é professora também, é, hoje ela está hoje já está praticamente quase aposentada já, né, ela está com E é uma pessoa muito simples, batalhadora, né. Dizem que toda professora é sofredor, né. <laughs> né? Ainda mais hoje em dia, quem pretende dar aula hoje em dia é vai começar é a estar mais complexo, porque essa molecada está muito rebelde, muito arisca, né. As Nós respeitávamos mais os professores. Eu digo, na, os alunos dos anos sessenta, né, é o professor era, como juiz, né, falou, tem que obedecer. Hoje em dia os alunos estão batendo nos professores. Está esquisito, né? A agressão dos professores, né. Inclusive a já saiu em várias rádios, na Rádio Dourado, na Rádio Cultura, na Jovem Pan, é, alguns trabalhos, reportagens, da como é que anda a agressão do do do do dos alunos, né? A periferia, né? Não todos, é claro, né? Mas... é, voltando à à mãe do meu filho, foi, foi muito bonito. A gente se separou por uma questão de... do meu trabalho, né?

Mas como que era, assim, é, no casamento? Como que era o dia a dia, a sua convivência? Foi
Foi, foi, foi, foi bom, foi bom, foi gostoso. É... Nós chegamos a nos separar duas vezes, voltamos, né? Que eu estava trabalhando, estudando e e no mundo musical.

Aí fica complicado. Aí uma época eu parei com com toda a atividade artística, com essa com essa parte da da arte, só para cuidar do meu filho, né? Nós estávamos separados já. Aí voltamos e tal. É... O meu filho me acompanhava quando ele podia nessas caminhadas musicais, né. é... A gente só tocava em em barzinhos vip, né? Essa coisa mais selecionada.

e a mãe do meu filho não gostava, mas é, era aquela coisa do cotidiano. Foi um pouco complicado. Aí a gente resolveu separar de vez, né, porque conviver com um profissional da música é não é tão simples, né.
Uma vida sem rotina. É...
É, porque, é para ter uma ideia, eu, vocês me perguntaram, Clóvis, você prefere fazer esse trabalho de manhã ou à tarde? Porque é eu levan eu acordei era onze horas. E vim para cá, né. Aí passei São Paulo e vim para cá. Às vezes, quando vocês estão saindo para trabalhar, é que eu estou chegando em casa. Seis horas, seis e meia. Eu faço um trabalho também musical aqui no Mercado mercado Municipal de São Paulo com com o pessoal lá. É... Eles não não se importam com com a piezada Aí eu chego lá com alguns instrumentos, é uma festa, né. E teve um deles lá que eu estou querendo arrastar ele para essa caminhada. sabe? Ele toca muito bem. Cavaquinho e canta bem. Só que é uma coisa de hobby, né? Clóvis, aqui eu estou registrado, estou estou ganhando mais ou menos. Mas ele canta bem, falei você tem um talento filho, tem que aproveitar, né. Uhum. É... Só que não pode parar de estudar e não não vai sair do trabalho também, né. Tem que ser uma coisa é sensata, né. É... e Mas a mãe do meu filho é uma pessoa muito bacana, uma pessoa humilde, simples. A gente teve muitas dificuldades também. Ela, no dia do seu casamento, ela me apoiava nessa carreira musical, só que não acompanhava, né. Ela tinha alguns problemas de saúde e não tinha como acompanhar. Não tinha jeito, né. É... E os horários também, né. É... o a coisa do é ... Eu dou eu dou aula de dia e à noite a gente vai para para as nossas caminhadas musicais, né. Mas eu nunca fui boêmio, não. Eu não sou boêmio. Se eu não estiver no seu barzinho, na sua casa noturna, ela que mudou muito, né? É, a casa noturna virou diurna, né? Tem alguns barzinhos aqui na na no centro de São Paulo que o trabalho musical começa às seis da tarde. E quando é dez da noite, para. Isso na sexta-feira. Porque, embora ali não seja um bairro residencial, mas é, dez, onze horas está parando. Vila Madalena já é outro já é outro já é outro detalhe, né. Vila Madalena, os bares os bares Na Rick Chalmers, é é um bairro residencial, acabou praticamente. O Bexiga, que era o nosso o nosso veículo musical, não é mais o mesmo. O Bexiga não não dá mais para a gente o sustento que existia antigamente. Eu fiz muito barzinho no Bexiga. Poison, La Boheme, Espaço Amador, trabalhei com Savelio Zaccarini, que tem programa na televisão também, Karaokê, ali na Rua Barbosa, três três seis, em frente de Então, tudo isso é com subsídio da mãe do meu filho, ela gostava da música, né, mas não não não pôde acompanhar, a gente resolveu separar, né. Mas foi uma separação legal. Nós somos divorciados, né? Meu filho sempre teve todo o apoio que ele precisou de mim. Graças a Deus. Ela também. Nós somos divorciados.
O que que mudou na sua vida com o nascimento do seu filho? A
Mudou muita coisa. Mudou que é toda a infância foi retomada. Aquela coisa dos pipas. da Bolinha de Gude. De O meu filho, ele ele teve uma época quase que ele esteve próximo do Joinville, de Santa Catarina, no futebol. Ele jogou muito tempo no Nitroquímica. Ele teve, em noventa e cinco, o meu filho estava no Júnior do Corinthians. com quatorze anos aí depois teve uma empresa lá que acampou o Corinthians que era chamada Eurosports e quando eles vão eles levam todas a a a todas as categorias só não levam o profissional mas até dezenove anos eles levam tod os vinte e dois e na turminha que meu filho estava de junior é ele dançou né, é depois é ele jogou muito tempo o Society pelo Corinthians futebol e eu acompanhava ele voltou tudo eu jogava bola eu jogava mais ou menos agora meu filho jogava bem só que é voltou tudo no sentido é, da infância né mas ele com quinze anos eu acompanhando ele nessas caminhadas jogando pelo Corinthians jogou muito tempo né aí começamos a trabalhar ele é para o profissional né Só que em dois mil e dois ele sofreu um acidente muito grave e ele foi obrigado a parar com o futebol. parou com o futebol é, e e infelizmente ele ele estava com três colegas dele de futebol e os três faleceram o único que veio que vingou foi ele foi um negócio muito feio e e e teve trauma trauma traumatismo craniano né, e hoje ele manca um pouco da perna esquerda ele está com vinte e seis anos futebol não tem mais condições Mas eu acompanhei ele muito no futebol. Foi isso que você falou. O que que mudou? Não é que mudou, é reviveu. Foi um revival, né? é, é Foi um uma retomada da da minha infância, de daquilo que eu fazia, do campinho, né, que hoje não tem mais campinho.

com as bolinhas de gude, com as figurinhas, com é, com aquela coisa também, o que a mãe a minha mãe fazia, eu fazia com ele também, né, o caderno. Eu olhava como estavam as atividades dele, né, a mãe do meu filho também. E graças a Deus ele não se envolveu em drogas, graças a Deus.
Ele faz o que hoje em dia?
O meu filho, ele ele está fazen hoje ele está fazendo é nutrição. Ele trabalha no Itaú, né, uhum, está fazendo nutrição. E... E pretende fazer administração também, né? é.. Ele está com vinte e

Está está na na UNG, em Guarulhos, fazendo nutrição. Ele gosta, né? Então está lá. Eu falei para ele, você não conseguiu ser um atleta, né, profissional? Quem sabe você não pode trabalhar com muitos em algum clube, né? Porque os clubes profissionais trabalham com nutricionistas, né? O futuro a Deus pertence, né? Então ele gosta muito de de de nutrição, é mas o futebol dele... Ele jogava bem, era meia direita, né, e eu acompanhava ele, dava todo apoio, sempre, acho que é obrigação dos pais, né, uhum é mas infelizmente nesse acidente ele, é para você ter ideia, falecer três colegas, hm, é um negócio muito forte, né.
Então, Clóvis, eu queria uma dúvida. Na verdade, você, como seu filho, você também escolheu uma universidade que é bem diferente daquilo que você costumava fazer, né, que é a geografia. Por que que você escolheu essa esse curso?
A geografia? Porque é o seguinte, a geografia tem tudo a ver com a arte. Eu eu eu mantenho um im um vínculo, um intercâmbio cultural com a Secretaria do Meio do Meio Ambiente e eu tenho painéis. Eu tenho um painel que é todo com peixes. Isso tem tudo a ver com a com a parte geográfica, né? Foge um pouquinho da geografia, mas é o mar. O mar, é os os os grandes geógrafos do mundo inteiro, eles trabalham. Jacques Cousteau, né? Ele era um um cientista, né?

E ele fez geografia também. Então, a geografia tem tudo a ver com a natureza, né? Eu escolhi a geografia porque é, eu sempre gostei de de animais, da das matas. Eu ia fazer português, inicialmente. mas depois minha mãe falou assim, Clóvis, você não tem nada a ver com isso, você gosta da da natureza, né, é, escute bem, porque como professor de geografia, é, estou quase me aposentando já, é, eu desenvolvi bons trabalhos com os alunos, eu chegava na sala de aula, né, como eu venho do teatro, né, a minha aula era uma diversão, Então eu transformava a reforma agrária em uma peça teatral. E eles vinham comigo desenvolvendo todo um trabalho é do teatro. né. A aula, minha aula era um teatro. E nos meus diários de classe eu cansei de jogar, assim, é Coisas que fugiam um pouquinho da do conteúdo A terminologia, sabe, eu fugia um pouco. Por exemplo, eu pegava a Reforma Agrária é e pegava uma música do Roberto Carlos e fazia uma paródia com as coisas do campo. E eles gostam disso. que série que o senhor dava? Desde a quinta série até o colegial, até o segundo grau. Então. é quando você. Eu eu eu sempre fui um professor que é dava o espaço para o aluno falar. Até para me criticar. até hoje, né, né, com, com eles eu estou fazendo um trabalho de percussão com eles que a gente trabalha arranjos e percussão, né, então o que que acontece é, a gente está para entrar em estúdio é, a gente começou a falar em estúdio dos anos sessenta, setenta que eu não pude fazer né, falei, hoje em dia está mais fácil então a gente está tentando ver um patrocinador a gente vai entrar em estúdio para gravar um cê dê só de percussão Aí depois desse cê dê pronto, a gente vai trabalhar é a a harmonia, né. Aí vai entrar cordas, mas inicialmente vai ser só a percussão. As batidas da percussão. Todas as batidas que você pode fazer nessa percussão, a gente está fazendo. Aí, isso tem tudo a ver com aquilo que você comentou da sala de aula, que eu levava... com a permissão da direção das escolas que eu Eu trabalhei em quatro escolas só. Praticamente, é é eu ia para uma escola e ficava nessa escola à tarde e à noite. Uhum. Né? Eu sempre gostei disso. Uma escola só. Então, eu trabalhei em quatro escolas nesses vinte e tantos anos que eu estou no magistério, né? É, e eu levava, agora só que eu colocava no diário, o porquê daquele tantã, daquele chimbal, daquele recorreco, daquele agogô na sala de aula, né. É... Porque eu pegava, por exemplo, fala-se muito em reforma tributária, né, que é a redução de impostos. eu pegava a música do... sempre mais antiga, do Paulinho da Viola ou do Caetano Veloso, e transformava aquela música em uma paródia com coisas da reforma dos impostos. Uhum. Nós montava Eu e eles nós fazíamos os versos e rimados. Então, a E a coisa do campo, da geografia, é ligada à música. Porque você pode é fazer um trabalho assim com eles, que é permitido. E a criançada gosta, quando você dá espaço deles, é, colocar para fora o que eles têm de bom. É, Eu penso que o professor não é... Eu tive um professor que me podou. Uhum. É Como como aluno, né. Como assim? Que não deixava você falar. Só que eu nunca entrei assim querendo saber mais. Eu nunca desafiei professor meu nenhum. Porque não é a questão do desafio, é é a questão de você é mostrar o que você tem de melhor, né. E desde os meus seminários na na na na na na na Unicastelo, que antigamente era faculdade, não é, não era universidade, Como a gente teve sempre essa coisa do teatro, os seminários a gente chegava lá, eu tipo uma coisa assim, é decoreba e já, sem nada na mão, e já passava para eles. Então isso vem vindo para a sala de aula e eu cansei de fazer paródias com música do Roberto, do Altemar Dutra, do Paulinho da Viola, de Francisco Alves, músicas antigas, até nessas músicas um tributo para eles. Porque eu falo para eles o seguinte, não se faz mais música como antigamente. Não se faz mais. Por exemplo, legi Legião acabou, né, mas deixou a mensagem. Só que você não você não está vendo nenhuma letra em comparação à Legião atualmente. As letras de Legião Urbana têm sentido, gente. Vocês sabem disso

Então, é muito forte. As letras de de Caetano Veloso, as letras é de é a as letras de Lobão né elas tem um sentido com a nossa realidade. Então, a música tem tudo a ver com a geografia. O teatro, você pega um um um qualquer tema, por exemplo, é vamos falar sobre... sobre agricultura, ciência e reforma agrária, como é que está a nossa agricultura atualmente. E eles vinham comigo formando versos, né. Ali a gente distribuía trabalhos para cada grupo. Cada grupo fazia uma música, né, uma paródia, né. Vocês sabem o que é paródia, né? aquela coisa da paródia. Tem tudo a ver com geografia.
tudo a ver. E como e como os alunos é reagiam? e assim, a maneira, eles aprendiam a geografia assim?
Aprende porque é a alegria, né. Uhum. você, quando você sa. Veja bem, a minha aula nunca foi melhor que a aula de ninguém. E para você ter uma ideia, professores... passavam pelo contorno, paravam para ver os alunos tocando e cantando comigo. É claro que é sempre tem no meio daqueles alunos alguns que sobressaem no toque, É sério né Sem é aquela coisa da arritmia né Então é Montávamos ritmos né Na sala de aula Hoje Hoje eu não estou na sala de aula mais Estou fora da sala de aula Estou com projetos nas escolas né é Essa escola aqui É uma escola que é eu Tenho muito carinho Passei por outras escolas E eles estão comigo em oficinas De teatro de música, de percussão, de artes plásticas. E eles gostam.

Agora, quando eu estava na sala de aula, era uma loucura. O dia que eu não trazia nenhum instrumento para fazer o trabalho, porque é o seguinte, é uma coisa é é uma coisa fora do comum, né Só que eu enfrentei muitos problemas também com isso. Não da direção da escola, mas da própria comunidade. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a convidar Eu comecei a convidar pais de alunos para assistir minha aula. Para ver, né. Um professor louco aí, que traz instrumentos para a sala de aula, dando aula de geografia, para saber. Porque é é uma coisa mal informada, vira uma coisa fica uma coisa mal orientada. Então, aí você como mãe, vendo aquele trabalho lá, dos alunos participando, os pais têm uma outra conotação do seu trabalho. Porque, não, estão falando, estão fazendo isso. Agora, se você não vê, aí é passivo de críticas.

Eu sempre fui passivo de críticas e tal. Só que é essa é era era uma parte assim, era se cinquenta por cento da minha aula era assim, artística. E a outra parte era só didática. É... Orientando jovens. Eu parava a minha aula, deixa eu gravar esse número diário diário com a classe. orientá-los, porque eu nunca me envolvi em drogas. Não critico, não censuro quem se envolve, mas cada um é cada um. Quem quer se envolver, se envolve, só que é um caminho complexo. Essa essa coisa de de... E batia muito com os pais. Está certo, professor? Tem que orientar mesmo, porque é orientando já é difícil. Uhum, né. É... Eu fiz muitos encontros com jovens né de igrejas e tal, e eles gostam. O jovem gosta quando ele participa. O jovem gosta quando ele se torna importante. Quando, Quando você faz um trabalho como professor... E esse professor dá importância ao trabalho, valoriza o seu trabalho. Eu sempre valorizei. É... O mais importante é você reconhecer o trabalho do colega. Eu sou um músico, eu falo bem de músico. que é o melhor, se você não plantar se você não plantar a sementinha desde o início, depois lá no fim você não vai ter aquela colheita que você queria. Então, é, tive críticas na sala de aula, venci todas elas, estou vencendo. Eu sou funcionário do Estado, né, há E eu estou eu estou readaptado, né, por problemas de saúde que eu enfrentei, né. Aquelas coisas da site, sinusite, gastrite, re renite, tudo. Aquela coisa da sinusite, é assim, é, você não explica cefaleias, né? Você vai dormir bem então desde pequeno, da da alergia, né? Então, é aí eu fui obrigado a fazer alguns tratamentos. E nesses tratamentos, é, pelo servidor público, eu me afastei da sala de aula. Estou há dez anos afastado. E nesses dez anos, é, consti constituí oficinas. Essas oficinas, é é tudo eu que custei. Eu que custei. Não tenho patrocinador. Eu queria trazer alguns alunos aqui para... Também não perguntei se seria possível, né, para participar, mas acho que não seria possível. Para eles verem que que isso aqui vai ser mostrado para eles. Esse trabalho aqui com vocês vai para jornais, se vocês permitirem. Eu tenho um modelo de jornais aí com as minhas atividades que eu estou fazendo. É... E além de dos painéis que vocês vão ver depois, né. Uhum. E tudo ligado e tudo ligado ao que você falou na sala de aula, a geografia tem tudo a ver com a música. Desde que você se proponha a fazer algo que os alunos gostem. E eles gostam de música, de teatro. É uma loucura.
Você viveu algum episódio muito marcante na sala de aula? Engraçado, alguma coisa? É... muitas,
coisas Uma das coisas mais bonitas é na sala de aula em que é alguns pais vieram assistir meu trabalho. E no final éde um desses trabalhos né que eu fazia seminário com os alunos, né, é eles perceberam que eu deixava os alunos falarem. Eles estavam percebendo que, professor, é, os nossos filhos não falam. Eu só deixo eles falar. E acabou. Um grupo lá muito bonito montou um trabalho sobre, é, não lembro mais, é, tanta coisa, sobre ecologia. Ecologia tem a ver, tudo tudo tem a ver com a música, se você pensar bem. As paródias, ném tem tudo a ver com a música. Tudo No universo, as músicas são feitas pelo universo, pela natureza, do campo, da da do nosso cotidiano. Nós temos a ver com a música em todos os sentidos, com a arte. Todos nós somos artistas. Você pega o microfone para falar, você já é um artista. É, o dom da fala, né? E quantos querem falar e não podem?

Quantos querem andar e não andam? Então, muito obrigado a Deus, a vocês, por esse espaço, e que a gente possa, é, tudo nesse sentido, construir mais amizades, carisma, sabe? O que ficou, que nem você colocou, mais marcante foi o carisma, que eu não sou melhor que ninguém. dos alunos comigo na sala de aula, dos pais comigo na sala de aula. Tem pais que não gostam desse tipo de aula, mas é se convenceram que os filhos estão participando. E quando E quando o filho participa, tira notas boas pela participação. Isso é importante. Aqueles alunos que não têm sentido é é como os outros têm, todos eles são avaliados de acordo com com aquilo que eles produzem. E fora da sala de aula também, os trabalhos que a gente faz nas comunidades, né, uhum, onde as comunidades participam ativamente. As escolas não têm recursos do Estado, não têm. Nem a aparelhagem. Ah Eu cansei de fazer trabalhos culturais, festas juninas, festas ah da primavera, com a aparelhagem minha que eu levo para a escola. Nunca cobrei nada. Você pega algumas folgas, né? Então, Aí a comunidade participando de você ali, né. E essa coisa da da música sempre levada à externa da sala de aula. Dentro e fora. Eu venho vestido de padre na sala de aula. Tem um padre que é corrupto. Eu venho vestido de sertanejo, né, é de de de político, né. É... Fazendo personagem, vozes com eles. A gente faz faz vozes também na sala de aula. Essa coisa da locução.

que, na verdade, esse projeto que eu traço é um é um é um tributo, é um resgate, valorizando o profissional da locução, da arte. é é. Aliás, sua voz é bem locutiva, eu te falei, né. É... São coisas que, né... Você já percebeu, né? A voz locutiva ela tem grande espaço, sabia? Então, é de você... Cara, é mesmo minha voz, Minha voz é de locução. Você pega algumas vozes da da da tê vê da radio cultura, né que nem a Kika Leói, que nem a a aTereza Lima, o Carlos Oliveira. São vozes bonitas. Está em extinção. então, prestem atenção. Então, tudo isso que estou falando da da das vozes, eu fazia concurso de locução com eles na sala de aula, né. É... Tudo isso jogado em diário. Tudo ligado a a textos geográficos. Ecologia, né? É... Então, eh, aquela coisa das rochas, né, uma vez nós fizemos um trabalho sobre rochas, e tal, os alunos lendo textos lá. Mas é, tem alunos tem, aqueles que não tinham as vozes é, mais privilegiadas, tem o mesmo respeito, o mesmo carinho, você trabalhando com as mesmas notas que os outros. Mas é tudo no sentido de fazer concursos, Pegava o o pacote de bala, dava do meu bolso para eles, então, para uma caixinha de doce, distribuía para eles. Porque a escola não tem como fazer isso, né. E tudo que eu pude fazer e ainda posso fazer na escola para animar, a gente faz, né? Festas e tal. Hoje em dia as escolas já têm aparelhagem. Tem escolas que até têm a sua própria própria rádio, né?
o que mudou na nas escolas, você acha desda o que. Da escola? Não na trajetória,
profissional, o que você viu de mudança? Na escola? É. Ah, é, está mudando

Está mudando que hoje é o jovem está podendo falar mais, porque na verdade o jovem não pode ser podado. Você está em uma sala de aula, você está fazendo um seminário, você tem a a participação pessoal. É e é importante os professores fazerem seminários para deixar o aluno é já se desinibindo. A criançada ela está muito, ao mesmo tempo que ela esteja muito rebelde, muito arisca, ela também está mais participativa. Eles querem participar. Esses encontros de jovens, do hip-hop, da do black, do rap, que eu faço com os alunos, né, é, é produtivo, que Hoje em dia a escola não é somente é um um ambiente educativo, é um ambiente criativo, né, onde os jovens estão A a escola da família, né, que acabou. Tem escolas da família que continuam, que estão com projetos aí, que, eh Tem uma escola em Ribeirão Preto, né, que ela ela... Escola não, uma ONG, esqueço o nome da ONG, que ela vende pipas para todo o Brasil, gerando renda. E essa ONG é ligada a uma escola que tem lá no centro, no no no no na periferia de Ribeirão Preto. A ONG produzindo pipas Esses pipas vão para o mercado consumidor, né, que vende muito para a criançada. Nessa época agora, em no recesso, em fim de ano, de dezembro até é é fevereiro. Então, vocês veem que as ONGs também estão fazendo um intercâmbio com as escolas. Não todas, né? É... Então, a escola mudou no sentido criativo. A escola hoje está mais criativa, está mais participativa, os jovens estão participando mais, estão tendo a oportunidade de participar mais. E você vê as universidades fazendo, eh, grandes projetos com a televisão, né, a Unicastelo, a A Unixul, a Ung, a, a Unicamp, eles têm a sua participação na eh, na tê vê Futura, na tê vê Cultura, né, na Globo também, que eu que eu assisto muito, né. É... Então, hoje, a as escolas... Não todas, mas muitas escolas estaduais, eh, estão fazendo trabalhos eh sociais. Tem tem uma escola aqui no Tatuapé, para você ver como é a ideia. Ela participou de um concurso que a tê vê Bandeirantes lançou, que é a escola eh... Como é que é que a Bandeirantes fala? A a Rádio Bandeirantes, né? E essa escola montou o quê? Ela montou um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, a comunidade Tatuapé, eu não lembro qual escola. Ela ganhou um concurso da da Rádio Bandeirantes porque ela se propôs a fazer um trabalho social com cem pessoas, doando sangue para o Hospital Cristo Rei. E era uma doação eh comunitária, né. E... Foi foi, acho que foi em dois mil e três que ela ganhou esse concurso da Rádio Bandeirantes. As as escolas do estado ou da prefeitura que tem mais eh, atribuição, que que cada comunidade é uma comunidade. Então, que nem você colocou, o que que mudou? A escola ela hoje está mais social, mais social, uhum, mais participativa, né, e levando os jovens a fazer trabalho usando comunidades. Já pensou você na sua comunidade, você eh, gerar renda? nesse plano sustentável, né, de renda de comunidade, vendendo pipas para o comércio da vinte e cinco de março? Existe, está está acontecendo. E é uma forma de você eh trabalhar a escola melhor. A escola... mais social, né, uhum, mais justa, né. E eu acho isso bacana, né. Trabalhos comunitários. A festa de São Vito mesmo, a festa de São Vito aqui na na Rua do Gasômetro, né, que sempre estou lá, parte da verba, né, vai Porque a festa de São Vítor é é um conglomerado de mesas com a comida italiana. É coisas maravilhosa. É. É doce e salgado. Então você chega lá, eh, quem já for gordinho vai ficar mais gordinho ainda. É, e quem não tiver tendência para engordar, melhor ainda, porque vai poder comer mais. aquelas massas, aqueles doces. E eu tenho um intercâmbio cultural com eles, né. O o trabalho que eu faço com eles vai para os painéis, a gente leva para que... Eu, como um modesto artesão, procuro espaços para expor os meus trabalhos. né. É. Se vocês permitirem, futuramente, eu vou trazer alguns painéis para vocês verem aqui. São painéis luminosos. Ah Ao dia da mãe, ao dia dos pais. ao melhor do futebol brasileiro, ao melhor da nossa música desde os anos trinta, a era do rádio. É... Então, esse destino crianças é um projeto ligado ao tributo, ao a resgatar aquilo que foi no passado, mas não como saudosismo, mas sim como reconhecimento, reconhecer o trabalho de cada profissional.
Uma coisa, é, voltando um pouco, é, você terminou a faculdade de Geografia, começou a exercer como professor, mas você fez uma outra faculdade também. É, eu não não não cheguei a me formar, eu sou psicólogo
É... no no terceiro ano eu parei.
E por que você escolheu psicologia?
Porque tem tudo a ver. Eu sempre é, eu sempre consigo conversar com as pessoas, encontro jovens, conversando, orientando. Uma vez um uma colega falou para mim, você você é psicólogo? Eu falei, não, não sou. né? Porque é aquela coisa da paciência, né? Que o psicólogo, eh... Ele tem O psicólogo tem que ser um bom ouvinte uhum e depois dar eh para aquele que está te ouvindo opções, um leque de opções para a pessoa eh sair dos problemas. né? Então, eu já fiz muito disso. Eu faço isso com os alunos, com os jovens, é orientando eles, né? Sempre dando a ele opções. Olha, tem vários caminhos que você vai escolher.

E a psicologia, todos nós somos psicólogos. A mãe quer psicóloga melhor que a mãe, orientar meu filho, né, de ouvir as crianças. De repente não tem tempo de ouvir porque está trabalhando, mas a a mãe é a principal psicóloga, na minha opinião. da nossa sociedade né que o pai é geralmente os pais eh eh hoje está mais participativo mas antigamente os pais ficavam mais ausentes né a mãe sobrava tudo para a mãe e ainda sobra né que essa palavra mãe mãe é parecer um paraíso né e a psicologia tem tudo a ver com a gente no dia a dia gente mas você nunca chegou a trabalhar como psicólogo não, eu eu, não profissionalmente não Como geografia, sim, eh, me formei. Agora, psicologia, eu não eu não me formei porque eu tive que cair na estrada e não foi possível, né. Mas quase que eu me formei em psicologia, né. É um campo muito bom de você é, atuar é, orientando, falando, mas assim, é, sempre dando aos jovens opções De soluções, né, uhum, porque o psicólogo não pode trazer problema. Quem traz problema é o é o paciente, né? Mas assim, eu nun nun nunca atuei como profissional. Mas mas eu uso essa experiência que eu tive nesses nesses três anos para poder ajudar, né? Estar sempre ajudando. Eh... As meninas, problemas, né? Com jovens. Tem uma aluna que ela está vinculada a um rapaz que está lá no Carandiru. E não consegue esquecê-lo. e esse jovem saiu, ele veio para mim na escola, eu faço isso na escola, eh, eu converso com ele, cara, o negócio é o seguinte, bicho, essa palavra bicho a gente usava muito nos anos sessenta, né, quem começou isso foi o Roberto Carlos começou a usar, bicho, mas o negócio é o seguinte, qual que é? É assim, você saiu incondicional para fazer o quê? Para trabalhar e estudar. né. Vamos conversar. A mãe do aluno, professor, o tal fulano pode vir conversar com o senhor? Pode.

Não sei se vai resolver falando falando com a mãe, mas vamos tentar. É... Aí saiu da Febem, foi para o Carandiru, o Carandiru acabou, ficou penitenciária, preso, cheio de problemas. E... E a psicologia entra nessa parte aí. Eu não sou psicólogo, mas na escola eu converso com eles. Aí eles vêm para mim. Esse ano foi em março. Eh... março veio, porque as escolas do Estado estão recebendo alunos é em condicional. Sai da Febem com dezesseis anos e vai para a escola.

Para estudar, e só para estudar. Esse aluno veio para mim, aí a a que eu me dou muito bem com o pessoal da da área de apoio da escola. né, né. Eu estou na escola, a tudo. Eu ajudo na faxina lá, faz, a gente faz tudo. Comandou na sala de aula, então a gente colabora. Na biblioteca também. Aí o que que acontece? O Clóvis tem aquele aquele aluno lá, ele é está está em condicional da Febem. Aí Aí eu vi vi ele naquele dia lá. Aí eu fui lá e me aproximei dele. Tem uns que são ariscos, né? Aí eu, tudo bem com você?

Peguei na mão dele. Aí, automaticamente, falei, vem comigo, bicho. O que foi, professor? Ele se assustou.

Aí eu entrei. Entrei na Na escola, a diretora ela formou, formatou uma sala só para mim, né? Só para o meu trabalho.

É um estúdio, um negócio daqui. É... Ali é entram as oficinas, artes plásticas, de música, de vocal, de de percussão. Aí eu mostrei para eles, e eles gostam de percussão, eles adoram. É um tantã para cinquenta alunos, porque a escola não tem instrumentos, eu que levo, não tem, né. É... Aluno veio para mim, tal, conversei, vamos cantar um pouquinho, né. Aquela voz rouca né do aluno. Ele pegou no Meia Lua, vocês sabem o que é Meia Lua, né? Começou a tocar. Aí coloquei uma música lá, comecei a tocar ele comigo. Ele foi se soltando. né. Aí ele falou, lá na Febem não tem nada disso. Tem um outro grupo lá que tinha, mas a gente não tinha. Então aqui você está tendo, você tem que valorizar. Você saiu... Você quer voltar para lá?

Porque lá não é o meu lugar. seu, eu falei, seu lugar é aqui, no meio dos jovens, aqui, aí e tal. Isso foi em março. Depois eu nunca mais vi esse aluno. Não sei se ele, para onde ele foi, no, né, mas naquele dia ele gostou. Tocou com a gente, coloquei no meio da da molecada lá. A molecada sabe desse fato. Uns ficam afastados, sabe? Outros não. Tocou com a gente, cantou, brincou com a gente está? O dia inteiro lá, até até acabar a hora de ele ir embora. depois eu não vi mais esse aluno. Mas, normalmente, eu a psicologia, que nem você falou, entra nesse ne ne ne nesse lado. Não como psicólogo, mas os três anos que eu estudei, valeu. Como experiência, né? Uhum. É, é Foram três anos bonitos também. E aí, eu não senti de ajudar. Olha, não é porque eu sou músico, mas a música, ela é um bálsamo. A música entra como uma alegria. E todos os passos que você tiver, você pode usar música. Uhum. Né? E com música vai mais fácil, né? Para mim é mais fácil, né? Então, é a psicologia tem a ver com o nosso dia a dia. Aí você vê um jovem na rua... Sem pai, sem mãe, quem somos nós para criticar essa essa esse jovem? Você teve um pai, você teve um pai, você teve um pai, a mãe, eu tive. E aqueles que não têm? Nós vamos condená-los? Então tem que ir... Onde entra a psi psicologia, né? É... No sentido de ajudá-los.
você disse que hoje você não está mais na sala de aula, né? É. Qual a sua atividade hoje? Eu sou eu
é, eu estou, estou fazendo É, eu não dou eu não estou mais na sala de aula fazendo, dando aula de geografia. Eu estou fora da sala de aula porque, pelo Estado, é, a gente, eu estou como readaptado. O que que é isso? É o professor fora da sala de aula e o professor fora da sala de aula ele pode entrar com projetos, se tiver. Aqueles que não têm, vão para a biblioteca, vão para a secretaria da escola.

Porque são pessoas que enfrentaram no passado problemas orgânicos, né, saúde. Problemas mil, né? É... Então, como eu tive vários vários problemas é ligados terríveis com a sinusite, com a gastrite, que eu faço tratamento ainda, uhum, continuo fazendo, tenho que fazer, eu estou com um projeto. Na escola são várias oficinas, essa sala foi criada para mim. Eu pedi e ela foi feita.

Pegando na mão, na mão do seu filho ou da sua filha, estando a tocar, a cantar, mesmo sem talento. cantando as músicas antigas, as músicas atuais, cantando Legião, fazendo aulas de vocal, né, Beck, vocês sabem o que é Beck, né, fazendo Beck, aqui a antigamente fala de coral, coro, né, eh, fazendo arranjos de percussão, oficinas de percussão, eh, eh, encontro de jovens musicais, participando de projetos, eh, o Itaú conhece meu trabalho, mas não quer me patrocinar eles patrocinam uma outra divisão de, né, que eu não sou Ong, né, é, é um trabalho informal então esse trabalho ele é todo dedicado a aquilo que eu gosto de fazer né com as artes plásticas que vocês viram os painéis n´´e, tem os painéis luminosos eh, eu sou um tributo ao Tatuapé, a Moca eu pego as fotos desses bairros E coloco em painéis e coloco em exposição. Eu já tive, eh, há uns oito anos atrás, os meus painéis expostos aqui na na Fundação Itaú Social. Foi muito bonito. Durante um mês. Já fiz exposição na Casa das Rosas. Já fiz trabalho com os alunos meus na Casa das Rosas, aqui na na Paulista.

Ou eu só não trouxe hoje mesmo porque acho que não seria conveniente. É... Ou também porque nós estamos em férias e você não acha ninguém. Estão em recesso, né? A gente só volta para a sala de aula na terça-feira. Eu volto para o meu trabalho lá e os professores na terça-feira. É... Mas tudo no sentido de trazer os alunos. Eu tenho dois de rua lá comigo. Não moleques, garotos de rua. que nunca passaram pela febem, mas são problemáticos. Comigo eles estão tocando e cantando. Já levei lá é já levei eles para fazer trabalho comigo fora, né, de reportagem, musical. Eles tocam bem, né. Tem um que canta bem, canta muito bem, é, adora samba, né, não gosta de black. Tem dezoito anos e não gosta de black. E é negro, não gosta de black nem de rap, não gosta. né? Nem de hip-hop. Gosta de samba, gosta de rock. E está comigo. É um deles. E a psicologia entra nesse lado. Querido, não sou melhor que ninguém. Melhor que você. Mas a gente tem experiência. né? Então você tem que ouvir. Ser um bom ouvinte. Ouviu e atender. Porque é, você nasceu para ser Você não é melhor que ninguém, nem pior.

O caminho é esse. Psicologia, o meu projeto fora da sala de aula, eh, tudo isso confirmado pelos painéis. Tem O que o que a gente tem é Eu tenho, nesses vinte e sete anos de projeto, eh na sala de aula fora da sala de aula, umas acho que Não deu para colocar todos em painéis ainda, né, que é muito caro. Esses painéis saem caros, não é fácil, né. Eh... Fotografar, revelar, eh, ampliar.
né. Por que a ideia de fazer esses painéis?
É do meu pai. Meu pai passou muito... esse... Daqui a pouco você vai ver meu pai fazendo... Meu pai está fazendo eh, balaústre. É... Uma casinha de de engraxate foi ele que vende para mim. E eu vendo ele fazer. E e é madeira, né? Eu trabalho com madeira. Eu trabalho com... A casa do Zezinho faz uns painéis bonitos com vitrais, com vidros. Eu estou aprendendo a fazer, né. É... Lá no metrô... Agora eu esqueço o metrô, gente. Casa casa do Zazinho. Eu estive lá uma vez só.

O ano retrasado. E eles fazem vitrais bonitos. O metrô tem todo um trabalho feito só só de de cacos de de de de cerâmica. Aí eles montam painéis com letras. Está muito bonito também. Hm. Né? E está lá, casa do Zezinho e tal, homenageando o metrô. Saúde, uma coisa assim, né. E... E é uma Ong com mil né. Estive lá, fiz um trabalho de percussão lá com eles, gostaram. Ficou da minha volta lá, só que não foi possível ainda. Então, é, esse projeto ele ele ele vem meu pai fazendo aquelas coisinhas, aí eu lembro da, desmontando aqueles tijolinhos, aquela coisa da manu man manufatura, da criatividade, da paciência, sabe? Entre o psicólogo e a psicologia, paciência, né? Ali os painéis são luminosos, recebem lâmpadas mesmo, né. Então, E são aquelas lâmpadas piscantes, né, né. Trabalho com sequencial de canais e tal pisca, vem piscando e tal. Se vocês permitirem, um dia eu trago. São só painéis grandes que eu faço. Então, é, tem três, quatro, tem uns que tem seis lâmpadas. Tem um que eu montei é alusivo a São Miguel Paulista. São Miguel faz aniversário agora em setembro. É... com as fotos antigas de São Miguel. Luminoso, bonito e tal. E vai para a exposição. Está em exposição, está em Mugi, está em Suzano, né. É... Aqui em São Paulo é um pouco complicado de você é, expor, porque eu concorro com excelentes artesãos. Eu estou começam estou engatinhando. Dizem que meu trabalho é bom. Eu nunca falo que ele é bom. Quem vê, né, gosta ou não gosta. Mas eu concorro com excelentes artesãos aqui de São Paulo. Coisas que tudo você vê na tê vê Futura, no Canal dois. A tê a tê vê Cultura explora muito isso. Aham As Ongs fazendo trabalhos culturais e de rendimento sustentável para as comunidades. Porque é, é, gerar renda, né, hm, para as comunidades, né. Tem... Eu faço parte aqui em São Paulo do da do do Clube da Vela, ah, sei qual é, de Santo Amaro. Não estou totalmente inscrito ainda, né. Eu sou um do do do dos poucos brancos que está lá. É uma consciência negra, né. Eh... Sou consciência negra também. Somos tributo à à à às nações indígenas da América do Sul e da América do Norte. Sou índio. A pele não revela, mas eu sou índio. Eu sou um navarro. A minha nação é navarro, norte-americana. Porque eu fui buscar isso aí. né. A a pele é branca, mas a essência, a o comportamento é indígena. Não tem como mudar. né, uhum. Porque a gente pensa no outro, no ser humano. Eu estou fazendo as coisas, mas, eu falei, uai eh pensando na criançada. Gente, tudo isso aqui vai ficar para vocês. Eu tenho alunos meus que já estão fazendo oficinas de percussão na comunidades vizinhas. O que eu passei é uma coisa, eh, escada, eh, como é que se fala? É um é um trabalho bola de neve, para eles ensinarem para outros. Entendeu? Então, aquela coisa de paciência, de pegar na mão, como tocar. Só não vou ensinar a cantar, porque cantar é mais complexo. É porque cantar já é uma coisa um pouco, bem delicada, né? Ou você canta bem ou você não canta, né? Né? O karaokê está aí para ver, né? Eh... Vocês cantam o karaokê? É gostoso, né? É gostoso. Aquelas coisas da da da família, né? Virou uma coisa familiar, né? Então, eh... tudo entra, a psicologia, a paciência, o projeto de muita paciência, como é que eu vou recomeçar... porque eu coloco o dinheiro do meu do meu bolso no projeto, né? Eu saio com as crianças, a escola contribui com o que pode, a escola que eu estou, a o CLEISE, eh ãh, eu chego para a diretora, já já sei, quer dinheiro, dá para revelar, quantos tem para revelar? Tem dois tubinhos para revelar, tudo bem, se não dá, paciência, a delegacia de ensino me apoia no projeto, né? Eu tenho foto da da da da nossa delegada aí. Dona Marília é um amor de pessoa que ajuda a gente como pode, né? Eh... Vou fazer oficinas e escolas quando eu sou convidado, né? De percussão, de vocal, né? Eh... As artes plásticas. Porque professor de educação artística, raro o que faz esses esses trabalhos que estão aí fora, né? É porque, eh, você tem que gastar do seu bolso, né? O professor de de educação artística é um... o artesão é outro, é uma outra área. Sabe que você mexe com... até com o gesso a gente mexe, né? Eh... E essas coisas dos vitrais, você fazer isso, eh, requer tempo e tempo. E o projeto vem vindo do meu pai. Eu tenho um um tio saudoso que ele era, ele é pedreiro, ele fazia Ele colocava azulejo, como co, ele é pedreiro, mas colocava azulejo como ninguém. Ele colocava os ladrilhos lá, assim, ensinou meu pai a colocar como ninguém. Eh... Ensinou meu pai a levantar uma parede como ninguém, ele era profissional mesmo.

E a coisa do pedreiro também, você levantar uma casa, uma coisa bem eh delicada, né? E pesada, né? E vem vindo, né? Vendo esse povo fazendo essas coisinhas assim. Eh... Aí vendo a minha mãe também costurando. Minha mãe fazia uns bordados bonitos, sabe? Aí vinha com uns traçados assim e tal. E eu fui pegando essas coisinha, né? Eh...

E a coisa da eletricidade também, que os painéis luminosos do meu pai também, sempre mexendo com a eletricidade, os meus tios. Né? Eh, essas coisas foram se somando aos poucos. É meio complicado de explicar, mas vai vem se somando... E uma coisa mais, mas o mais gostoso para mim é que tudo isso aqui vai eu vou eu vou mostrar para eles, eles vão ver. Eh... Eu falo para eles sempre que, eh, tudo isso é uma forma de divulgar o trabalho. Eu estou aqui e estou me autodivulgando. Eu vou, eh eh, em modéstia parte, divulgar a vocês também. com o museu da pessoa, eh, qual é o objetivo de você traçar um trabalho interativo, né, que isso aqui é um trabalho interativo com a gente, né? Essa interação. O meu trabalho com o público é interativo, tanto nas artes plásticas como na percussão, eh, nas festas da escola, ãh Nos anos sessenta você não tinha oportunidade de pegar um microfone sem fio, e vasculhar uma vila. Por exemplo, na festa de São Vito, eh, tinha um rapaz cantando, a banda tocando lá embaixo, e ele estava lá no fim da da da da da da da da da rua cantando. Nos anos sessenta não tinha isso. A tecnologia ajuda muito, né? Então, você pegar o microfone e sair passando para as pessoas, né, cantando, interagindo.

é um trabalho interativo, né, é comunicativo, e vem vindo, vem se somando, e está sendo passado para eles. O que é importante é é você dar... Vocês estão dando a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. Eu estou dando a oportunidade de eles, eh, serem pessoas, eh, profissionais, sem promessas, sem prometer nada, né? Mas através dessa dessa dessas oficinas eles estão aprendendo a sair da rua, negócio de rua. Aí vem para a escola.
Né? Tá, qual que, eh, assim, já já começando a analisar, assim, eh, de toda essa trajetória que você falou para a gente, quais foram as principais lições que você tirou?
O principal é a amizade. Amizade ela é tudo na vida. Que o dinheiro a gente conquista, a gente perde hoje e ganha amanhã. Né? Eh... O leão está aí, né? O leão está aí, infelizmente. Mas a amizade, a essa coisa de você chegar e e conversar, né, eh, de poder convencer um jovem que esse é o caminho para ele. sem sem aquela coisa da do do do do do de você impor, né? A amizade é tudo na vida, uma das coisas. Outra coisa importante é você eh... no meu caso, aquilo que eu estou fazendo, outros jovens estão fazendo com outros jovens. É interativo. Eh é... Ensinar a eles, por exemplo, aqueles que são menos comunicativos, eh, que o a força da comunicação está em você. Então, de você vencer, chegar em um palco, pegar no microfone, falar, cantar, tocar... fazer alguma coisa, sem querer ser o melhor, eu não quero ser melhor que ninguém, mas sempre querendo fazer um trabalho bom, né? Eh... E o que você colocou, eh, tem tudo a ver com isso aqui, amizade, e o principal é continuar essa amizade. Fazer uma amizade é simples, agora mantê-la não é tão simples, né? Você sabe disso. Então essa é o o principal de tudo é é o carinho, né? Você chegar no lugar, ser bem recebido, precisa me oferecer um copo d'água. Vocês eh... me passaram essa sentido de, eh, essa de de da emoção, né? Eh, que tudo é emoção. A gente acaba se emocionando, acaba trazendo para cá, eh, um um conteúdo que vem lá de trás da amizade, né, que a amizade ainda é uma coisa muito importante. a gente não pode confu confundir confundir amizade com amigos, né? Eh... Quantos amigos eu tenho? Agora, ah, o que que é o que é ser amigo, na verdade, né? Eh... É complexo de explicar, né, é difícil, né, é quase impossível. O que é ser amigo? O amigo é é para todas as horas, né? Só que nem sempre a gente está para todas as horas. Você trabalha, você trabalha, você trabalha, o seu marido vai trabalhar, a sua esposa vai trabalhar, aí os filhos ficam com os avós, tal. Antigamente era diferente, a mulher já não trabalhava como trabalhava hoje. Hoje você está aqui, a sua filha está com a sua mãe, com a sua sogra. Aí, de repente, você não se dá bem com a sua sogra, ou vice-versa, ou, né? Ou o seu marido não se dá bem com com a su com o, então, eh, mas o importante é procurar fazer amizade. Outra coisa muito importante também que eu po procuro passar para para essa criançada é de você reconhecer o valor de cada um. Isso, na verdade, como índio. Não tenho vergonha de falar que sou índio. Onde eu vou, eu falo sou índio. Só que está na está na essência, está no De reconhecer, né, por exemplo, eh... de você se lembrar das pessoas, né? De chegar, né, trazer um adesivo, carinho, aquilo é carinho. Podia não trazer nada, né, mas aquilo Está fulano, meu filho, é só um copo d'água. O menino lá, cara, ele é só, ele, de re de repente, eh, nem podia ter surgido aquele diálogo, ele nem estava te Vai sensar vai sentar gente aqui que nem vai saber que você é de São Miguel Paulista. Você sabe disso, né? Eu descobri que você é santista.

Eu já estou interagindo com você. Eu também eu eu faço isso eh, né, com os alunos a na sa fazenda salarial, eu faço hoje com eles a oficina, provocando eles a participar. Mas eu não sou santista. Está vendo? Você já está se comunicando, né, brincando. Aí, de repente, você eh, vê que, eh, o reconhecimento da da palavra, do seu trabalho, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante. É muito importante. É um trabalho de divulgação. É. Eh... E aqueles que estão mais lá em cima, reconhecer vocês... É. Profissionalmente, socialmente, né? Eh... O que falta na humanidade é reconhecimento. Reconhecer o valor de cada um. Então, nesses nesses trabalhos que eu faço... que é um tributo, é um reconhecimento ao valor de cada um, o que deixou de legado no passado. Porque o que você está fazendo hoje, outros vão continuar. Só que você começou. Agora, o que você começou não entra como saudosismo, mas sim como um reconhecimento profissional. É o que eu passo para eles. Por exemplo, hoje você é uma cantora, hoje você é uma Clara Nunes, faleceu, ela deixou um legado. Hoje você é uma Zélia Dunca, tudo bem. Só que seu trabalho precisa ser perpetuado. Como Noe Noe Noel Rosa é lembrado até hoje. Roberto Carlos está aí, talvez você não goste, mas deixou um trabalho, né? E é difícil quem não gosta de Roberto Carlos. Os jovens gostam. Coisas românticas, lindas, coisas que tocam a mulher, tocam o homem, é jovem, né? Eh... É preciso saber viver, né? Ele gravou isso nos anos Aí o Legião vem o Titãs vem gravando com uma nova roupagem. Né? Então, eh, a amizade fica, o reconhecimento de cada um por cada um. Eu reconheci você, né, eh, sorri para você o sorriso de amizade. Eu não sei se eu sou seu amigo. Amigo é difícil dizer. Amigo é para todas as horas. Agora, nem sempre nós estamos para todas as horas. Porque você, eh, aí você é uma cantora, você está na estrada. E você não pode, eh... Tem que levar os filhos para acompanhar, né? tal e nem sempre é possível, né? É um Você é uma atleta profissional. Você está lá nos Estados Unidos. Você não pode levar os seus filhos sempre. Como é que faz? Então, eh, os seus filhos reconhecer o seu valor, aquilo que você deixou para eles, que o mais importante é a amizade, o carinho, né, a atenção, né? Eh... Duas coisas importantes, o a amizade e o reconhecimento.
Clovis, e o que que você acha de estar dando esse depoimento?
Não entendi.
E o que que você achou de dar esse
Ele entra como uma forma de reconhecimento. Uhum. Né? Eu fiquei sabendo do trabalho de vocês pela Eldorado á eme, que eu ouço muito. Jovem Pan, eu ouço muita cultura. Ah, isso eu vejo desde pequeno, né? Eh... O rádio, né? Se eu não tivesse ouvido o rádio, talvez eu não ficasse sabendo. Eu estou, eu não estou achando, eu tenho certeza que isso aí vai, eh, fazer com que, eh, a gente se possa passar um pouco da gente, né, né, da da emoção, da da da... porque você tem um conteúdo profissional, eu tenho o meu. Eh, eu eu estou percebendo que isso aí é uma soma de conteúdos que daqui a tri isso que vocês estão fazendo vai ter um valor maior ainda do que agora. né, então, eh, o valor né? Eh e entra também não como eh... co mas como é uma participação daquilo que você faz. Vocês estão dando uma opor oportunidade para mim de mostrar o que eu faço, a minha vi, essa é minha vida. Desculpa, <laughs> quieta. <laughs> Eu sou brincaralhão, desculpa. Uma vez eu estava assim, derramei e ficou uma bagunça. Eh, que eu já fiz alguns trabalhos como palhaço de circo também, então eh eh a criança está aqui, está presente.

Carolina, eh, isso vai servir como, eh, sentido de dar maior responsabilidade ao meu trabalho Quer queira ou não, eh, entra como, eh, valorização de um trabalho. É uma soma de trabalhos aqui. A entrevistadora, o cinegrafista, a jornalista, a apresentadora, a jornalista. Aqui é como se fosse um trabalho de externas também, né? Eh... Isso tem isso aqui tem tudo a ver com o jornalismo. né? Eh,,, Eu estou sendo entrevistado e agradecendo, dizendo muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ao trio maravilhoso, nosso bom Deus, nosso a Virgem Maria, e um exército de anjos que está do nosso lado, fazendo com que a gente seja cada vez mais humilde. Né? E... E pé no chão, né, porque eh, como diz o povo, é matar um leão por dia, eu digo que é matar um leão por hora. Então, eh, a primeira palavra para vocês é obrigado, e entra como, eh, responsabilidade social do meu trabalho. Poder estar, eh, levando, eh, para as crianças, né, que eu eu eu vou morrer trabalhando com crianças, eu quero fazer isso. Uhum. Eh... Crianças, adultos, Sempre responsáveis. Nós somos crianças. Todos nós somos um pouquinho de criança, né? Então, mas a responsáveis, né? eh, eh. A gente está aqui, como como diz Guilherme Ayrantes, brincando de viver, né? Que Bethânia gravou, né? Eh... Uma uma composição que ele fez, em mil setecentos e oitenta, brincando de viver. E... E isso aqui é uma brincadeira muito séria.

Obrigada.
Obrigado a vocês e a todos os organizadores desse desse projeto, desse que já não é um projeto, é uma realidade, desse trabalho social, comunicativo, interativo. O projeto Sou Doce Criança, através do meu nome, né, e produção, daqueles que me ajudam, muito obrigado. Não sou o Fábio Junior, mas brigadão.